São facinhas. O nome completo do senhor, o local onde o senhor nasceu e o ano do nascimento.

Só isso.

Eu estou... Tive tive de contar mais caso, e eu... Depois depois nós vamos contar mais caso, mas começamos... E eu sou diferente, eu sou de pouco caso
Né mas vamos lá, qual o nome do senhor, o local e a data de nascimento?
O nome meu meu hã?

O senhor nasceu onde?

São Paulo?

Em que ano o senhor nasceu?
Eu nasci no no ano dois mil. Do do dois mil. Dois mil, de nove nove novecentos e uns quebrados né. E

O casamento também

Daqui de São Paulo?

Então, vamos voltar lá no começo da história. Como como é que o pai do senhor se chamava?

E a mãe do senhor? Eh

Hein?

O senhor. Eh

Eles tinham nascido... Nascido nascido... Moleque.

Ele nasceu... cresceu, que tudo...Eh eh tudo bem.

Onde?

E e o o filho dele, um filho morreu, o outro viveu muitos anos, depois morreu. <coughs> Ah tem três filhos.
O seu pai teve três filhos? E três filhos Então o senhor Teve dois
Dois irmãos? Dois dois irmãos E tem Três filhos. E e eu tenho mais irmãos. Tem outro está sumido. Ou outro outro com sete E foi foi foi assim. Aí veio... E eu... Eu e o meu irmão. Esse Que está vivo, né? Veio <laughs> nós dois. Aí... Ele parou com com três. Eu parei com quatro. Três anos dois anos né dois anos. Aí ele falou, eu vou crescer e vou voltar para vi ver viver no mundo. Aí eu, também vou. Eu também vou Aí cresceu, crescemos, e

Dois anos de idade.

morreu um, outro nasceu vivo, e e foi tocando a vida. Depois, troquei o o o resto, e e a criação. E uns dois anos tentando, depois nós demos para os outros. Demos demos para os outros. E nós troquemos a o forte forte de madeira.
Então, espera aí, deixa eu ver se eu entendo.

Dois irmãos. Aí o senhor Vocês trabalhavam com com gado na fazenda? O pai do senhor era fazendeiro.
É, é Todo de Todo de terrinha. É É. é que batia terra, e né mas nós tocamos a mão com o animal, E <coughs> nós tocavamos o o o velho, tocava a fazenda. E fomos lutando. Quando vivemos, nós tocavamos a a a fazenda na mão.
E vocês vinham para vender aqui em É é São Paulo é isso? Vinha aqui em São Paulo
aqui Tá Né
Como é que era esse caminho de lá a aqui? Como é que era o caminho que vocês faziam de lá a aqui para vender o gado?
Ah tinha vez... tinha vez de vir de a pé. andar a cavalo. Ah

tempo, produção era pouco. Era pouca produção. Então, nós... Um porrete correr... correr e não... rodar bem devagar... e não vinha. Vinha
Vinha a cavalo?
Vinha a
E demorava quantos dias de ir lá a aqui para vir a cavalo? Aqui
três dias Três dias. Três dias? Para vir e voltar.
E foi muitas vezes?
Muitas vezes. A vida, a infância É é toda lá fazendo isso? Para andar
E vocês vendiam aqui em São Paulo, aonde? Aqui

Aqui em São Paulo é tudo é tudo tratado de O que a música tem tem tem ali foi picado em nós, foi a terra, a a vaca, a boi, eh assim, E depois foram to to to vim a cavalo. E, está conforme o texto, eu vim a pé. com esse, né? Então, fazia a Eu na na não ponta, não.

Como é que você se lembra do seu pai?
Ah, meu pai? <coughs> Ãh ãh pai lem lembro dele até os doze anos. Meu pai perdeu perdeu sítio perdeu, tudo perdido. Tinha eh pé de manga, pé de de coisa, tudo. Ele na nasceu, bateu, o adotou, o cresceu e veio vindo. Então, nós, se dá dá dá o be o bem, igual a ele que se dá, Mas eu não estava bem com o outro, com ele. Né Se eu estava bem o os outros.

E nós, os os os bichos ou ou com um bicho pequeno, gran grande, e ele foi Fomos mantendo fomos mantendo E nós que e nós vivemos bem vivemos bem, baixou. Eles que moram <coughs> vinha com nós, conosco lá, vizi vizinhantes de... Solteiro. Ah Até casar, eu... que dança baile. Dança baile, batuque. Samba, tudo <laughs> dançava.

E eu bem.

Eu, sim.
E a mãe do senhor, como é que era a sua mãe?
A mãe é... Era mulata. Mulata. Bem bem cara. E ela vivia tudo a apertado. Ao Ela morreu na pressa. Ela morou morou com... Eu já estava...

Eu tinha três anos. É três anos Quando morreu.
Com três? Só com três anos, quando ela morreu? Ela morreu do quê?
Ah foi Doença. Pegou quando a. E foi foi crescendo, crescendo. E morreu.
Você pegou os seus olhos dela?
Os olhos? É

Os olhos a gente foi batido. Batido ou <laughs> pegado nos olhos.
Mas a cor. O olho azul.
Ah, o olho azul. É. <laughs> O olho azul. Esse esse é coisa mínima. E o do meu pai, ele comigo, nasceu comigo, e eu nasci com o ve os olhos

Os irmãos saíam com cruzados. olhos saíam verde, vermelho, Eu nasci com os olhos azuis.

que que que Meu pai eh eh era

Já não não se estima o coelho, não. não que ele que a vivência dele, a vivência A o o ele vivia, ele matava, ele fumava e tudo perto do do do arroz, feijão, milho, tudo perto.
Na rocinha de vocês lá. É é

Então, a gente

Eu, <laughs> por exemplo, não não sei aonde está as coisas. Eu não não tinha vida. Não tinha vida, não tinha vivência. Eh eh Eu eu eu nasci porque o meu irmão insistiu. e que o o o pai tem filhos.

Quem é quem são esses? Hã Quem são essas pessoas?
É irmão da gente.
Seus irmãos?
É. irmão da gente. São em quatro. E que e Quatro homens. Homem é mais, eram cinco. Cinco homens e quatro
Tudo do mesmo pai e da mesma mãe?
Tudo do mesmo pai e mesma mãe. Então vocês eram em muitos irmãos. É tudo do mesmo pai e o mesmo irmão.

O senhor veio de lá para cá, não veio? Não mudou aqui para São Paulo, para a capital? É
É mas eu posso para para a capital, E eu vim, porque não tinha mais jeito para nós viver lá.
Não tinha jeito. A roça não tinha dado certo.
Não não tinha dado certo.
E aí vocês vieram quando para cá?
Aí eu viemos para cá. E e e viemos para cá foi... <sniffs> Foi o ano que. Foi o ano de... de de plantação. não, <coughs> no ano de, de dois Então, dois mil e

Era... É é café.

Era plantação de café?
café, café a a aqui, no sítio aqui, muito eh café em volta.
Então, mas aí vocês vieram para cá, né? É É. Aí co que como é que foi quando vocês chegaram aqui? Veio a família toda?
Toda.
Seu pai e seus irmãos?
Todo, meu irmão o meu irmão veio, veio todo. Eh eh Vários vieram juntos os irmãos, parentes. E Eu vim por último, porque eu estava esperando o café. Então, plantava o café lá e corria lá e. Se para para lá, e eu para cá, e nós vendíamos. E nós Vi vivia com café. Mas o café para nós é pouco. Para nós era pouco, era bastante, e num num ponto certo, era pouco né. Então, nós vivia café. vivia com... Estava com idade se ... Eh estava com idade de sete. Sete, oito. Oito e dezoito anos.
Estava com dezoito anos. E aí o que é que vocês fizeram quando chegaram aqui em São Paulo? Quando nós viemos É Quando vocês chegaram aqui, vocês foram morar onde?

Nós viemos morar aqui.

Foi muito. E E foi... Ele ti tinha a terra, põe a terra para ele. plantava Aí eu fui
Foi muito bom, não? E isso foi quando vocês chegaram aqui em São Paulo? Vocês cuidavam da terra de um rapaz, de um outro? É
isso? Eh né né cuidar né
Plantava, mas aqui em São Paulo? E o senhor se lembra em qual região <coughs> ficavam essas terras?
Eu lembro a região que ficava a.

Então, quando ele veio para cá, ele trabalhava no quê aqui? Aqui
Onde? Lavoura
Lavoura? É Na lavoura aqui em São Paulo.
É O senhor também.
Eu também.
Aqui na capital. Mas tinha lavoura perto do... Sim, sim, sim. Tinha?

Nem não dava
lavoura E o senhor, quando que o senhor sai do do campo e vai pegar serviço na fábrica como metalúrgico, como que foi esse... Ah, não, metalúrgico... metalú foi muita metalúrgico. Foi

Dois anos. Aí eu peguei café. Eh eh bife bife a, né? o café meio novo, ou a minha irmã tava junto, e e ela tinha filho, porque foi nascendo. Esse Mas, nós trocávamos café O café, porque, era mo o modo de dar o café. O outro outro trabalhava trabalhava também. E então já no café, tomando conta do café, usando o café. <coughs> Mas, não era obrigado Não é obrigado a ficar Ficava quisesse. E nós quisesse Nós queria ir simbora, ia ia embora, <laughs> é assim, sabe?

Como é que foi o? O senhor começou a trabalhar aqui em São Paulo, na fábrica
É mas fábrica?
Como é que o senhor entrou na fábrica <laughs>
Produziu o café até dar. Quando pe pegou o café, eles soltaram para a cidade. E nós entramos juntos fomos morar junto com eles, no café. Então, de lá, para cá. De lá para cá, ou colhia café. deles plantado com eles, sabe? Aí pro proibido o café aqui. o café aqui, plantando, plantando café bom, café maduro, café verde, e e colhendo. E agora, os outros O o café me ma maduro o maduro, plantado, cultivado. É é Esse foi nós. Nós plantamos. Batemos Batemos café até até o café produzir. quando produ o prod produzir, o café maduro. Aí plantamos o café maduro, nós tocamos o sítio e tudo, sabe? Tinha um O o só. Plantando, colhendo, maduro. Quando o café deu, café, nesse, Abusado de o que é? Está abusado de café. Então abusando café. E o café ó, pã, pã, foi pouco tempo, acabou. Aqui.

Aonde está ma maduro o café, ele a para o interior, para casa, cabana. Aqui não tem.

E a sua esposa?
A minha esposa aqui, ela tem o ela tem o eh ela tem um ônibus bom, Bom, usando. Mas dá para um tentar.
Mas como o senhor conheceu a sua esposa?
Ah, eu co conheci tem pouco tempo. Quatro, cinco anos. O senhor conheceu a sua esposa?
É. Mas e a primeira esposa?
Então, é essa... Essa é minha esposa. A sua primeira esposa? É
É. Mas e a a a mãe do a mãe da sua filha?
Então, minha filha, ela tem bem dois anos dois anos

Ah ma na não eh oito Anos de de vivência. Quem Minha filha Sua filha Oito anos de vivência essa essa que nasceu.
O senhor tem quantas filhas? duas, como é que elas se chamam?

É. Quantos anos que elas têm?
A tem um um um ano, a outra tem dois anos.
Dois anos de idade? É. <coughs> E a esposa do senhor, como é que se chama?

O senhor se lembra como você conheceu

Conta para mim.
Eu não gosto de contar não. Ah o De contar que. enfim. Vivemos juntos, pois não não. Mas ir para pe para junto, não ih ia viver juntos. Ah eu porque eu não gosto contar.
Não gosta de contar? Eu não O senhor foi feliz com ela?
Eu fui feliz com ela, mas eu não gosto de contar.

Não.
E a fábrica?
A da da da mudança de maquinário, maquinário de café, maquinário e de café para mo para. O arroz, e nós nós duro e de Trabalhamos no café, trabalhamos na lavoura, trabalhamos a a Depois, os homens o arroz foi acabando, acabando, arroz e arroz e arroz. Até pouco tempo que dava arroz. Aí começaram a plantar, plantaram, dava arroz de bom bom.

Qual que é é uma história que o senhor está com vontade de contar para mim? Conta uma história, qualquer uma.

História, história, história.
uma.
História tem boas. Junto. Sim junto Se juntar. A história boa. Boa, boa. Se juntar, pode encantar.

Cantar, lutar, amém. Você tem tem que ter raça. Tem Ter raça você tem tem fé em Deus que dá certo. A a A coisa boa, vale vale vale Então, de cima para a frente, eu venho aqui e.
Ah Qual foi, então, a melhor coisa que aconteceu na sua vida? Ma melhor coisa É melhor coisa que aconteceu na
Minha vida

De... de depredação.
Não entendi.
Foi assim, de medo de plantação. Plantação? É. Medo de plantação.
Venda de plantação? É. Foi boa a venda?
Foi, foi.

Voa do nada. Agora, quando a disposição do tempo bem Hoje eu vou sentar, vou sentar, ver o um pouquinho, as coisas feias, coisas velhas.
O senhor quer ajuda?
Não não
O senhor quer quer quer ajuda?
Não, olha, é só Só puxando Quer que ponha a perna aqui em cima? Não Não, assim está bom. Está bom? Só os animais. Está vendo os animais? É o O tempo... É não dá nem para contar, viu?

Não dá, porque... Eh vezes vezes é pouco. O bicho viveu muito e não viveu nada. Olha, o o tempo arro arroz deu foi o tempo do arroz. Ele nasceu, nasceu bonito, vinha bonito, foi mais de nascer, vir na vir vir na na na terra, só vivendo. O tempo que o fo o arroz foi bom, foi o tempo que de eu ia, vendia, vendia barato, vendia bara, a pagando e vendia a o arroz. O senhor E e a avó dava dava o arroz e bom viver.

Queria te agradecer de ter vindo aqui contar. Ah
Eu também quero também, quero agra agradecer por

E quer saber, esse um pouco... Mas o que o senhor recordou já foi muito legal. O é um pouco... E agora está a con a confusão está demais. <laughs> Está? Está

Demais, né?
Tá bom?
Tá.
Muito obrigado, viu?
Às ordens. Estamos na no mesmo Como é? dia aqui. Ah sim De Me me um pouquinho bate um papo